Bom dia, senhor Antônio. É... Bom dia. Vamos começar a entrevista falando qual é o seu nome completo.

Local e data do seu nascimento.
Eu nasci em em Camamu, é um lugar, eh, por nome de Vajão, na no município de Camamu, estado da Bahia. É... Beira-mar, cidade Beira-mar, muito gostosa. Cidade alta, cidade baixa.
Qual é o nome dos seus pais?

E dos seus avós, o senhor lembra?
Meu avô é o seguinte, eu só conheci avô por parte de pai de mãe. Por parte de pai eu não conseguia alcançar mais. Eu tinha muitos anos que tinha morrido, né? Então não, alcancei. Agora, a minha minha meu avô chamava de Francisco.
E a atividade dos seus dos seus pais, do seu pai e da sua mãe?
Minha mãe era dona de casa e meu pai era ferramenteiro.
E a origem da sua família? A sua família toda é da Bahia ou vieram de outros lugares? Todo ah...
A mãe do meu pai foi... era índia índia legítima. Ela foi pega há cerca de oito anos por aí, ah, cachorro. Eles caçando e o cachorro acuou, chama acuar, né? Que o cachorro corre atrás e tal. Daí, quando o menino encosta o animal, o bicho encosta na... em qualquer parede, em qualquer árvore ou numa pedra, aí o cachorro fica de longe, ele não conse não ataca. O cachorro de caça, ele não ataca. Ele só fica... Ele não deixa aquilo sair, mas também ele não ataca, entende? Ele só fica daqui, só latindo, latindo e... chama acuar. Aí pegou essa menina, aí viram o cachorro acuado, e ainda bem que eles deram sorte, que o pai da menina, dos índios, né, naquela época, quase mais de cem anos atrás. Pegaram ela, levaram, roubaram do mato, levaram ela na raça, foi Precisou de dois homem para segurar a menina com isso, cerca de oito anos. Porque era Diz que índio é muito forte, eu não sabia. Aí levaram ela e trataram. Deu muito trabalho para ela acostumar, para comer o sal, porque começou A mãe do meu pai, né? Hm Aí ela era índio índia legítima, a minha a minha vô. Agora, o meu pai já o meu pai era nascido na Bahia mesmo, ali na na cidade, né? Chama-se homem branco, né? Agora, a minha mãe, não. Minha mãe era filha de nega da costa. Lá chama nega da costa. Aqui, o público aqui na cidade chama, eh, africano, né? Eh a, então, a minha avó, a mãe da minha mãe, era uma nega bem preta, bem feia, do ca do queixo bem comprido. né? Já a minha mãe, não. Minha mãe era bonita, igual eu.
O senhor tem irmãos? Quantos são?
Eu tenho uma irmã, eh, que chama Jovelina eu não sei se ainda está viva, porque quando eu saí de lá, em setenta e dois, eu saí, em setenta, até setenta e dois eu vi, eu quando, eu fui na casa dela, e ela estava viva, depois eu saí da cidade em setenta e três, aí não sei mais notícia, e meus irmãos, um casal, Tinha cerca de cinco a sete anos por aí, que eu não me lembro a muito bem quantos anos certinho ela tinha, quando nós se separamos, porque quando meus pais morreu, a história é meia complicada. Minha mãe, <coughs> primeiro minha mãe morreu de parto. Então, ela sabia a data, ela avisou a hora que ia morrer, na hora que ela ia Avisou antes, uns oito meses an, uns nove meses antes. Ela já falava para todas as amiga, porque a a nossa criação foi uma, é uma criação muito educada. Então, o povo naquela época, ele, os respeitava os pais, seja que idade for. Não importa a idade que ele tem. É pai, ele respeita. Então, eu tenho isso até hoje. Com tanto que eu tenho cinco filho, e os meus filho eu não aceito, eh, ser mal educado, ser ruim e tal, porque educação da gente. Então, <coughs> minha mãe, quando conversava com as amiga, ela avisava para as amigas, juntava com as mulheres, né, que aí E ela não me deixava. Quando ela ia, onde ela ia, ela me levava, porque o o meu pai era muito branco, mais branco do que você, e o cabelo bem preto e bem liso, meu pai. Bom, só que a minha mãe, o cabelo era assim, igual o meu, assim, bom. A minha mãe, porque o pai dela, meu avô, também era branco, cabelo bonito, então ela saiu meio amnistia, cabelo meio, chama-se, eh,... Cabelo loiro, eh, não, eh, ondulado, né, assim, não Aí chama-se cabo verde. Cabo verde lá no chão... Quando o cabelo, a pessoa é preto e que tem o cabelo cheio de onda, assim, então chama-se cabo verde. Então, minha mãe era desse tipo, e eu saía ela. Então, e os meus irmão, todos eram muito branco, branco igual meu pai. Meus irmãos, o único preto de dezesseis, minha mãe falavam, que eu não alcancei todos. Então, minha mãe falava, o único preto foi eu, que saía igual ela, que ela era da minha cor. Então, disse que era a mesma foto, disse que era tirada a foto minha, da minha mãe, da minha mãe e eu, né? Então, a então minha então minha mãe levava eu. Para tudo quanto era lugar, ela me levava. Bom, então... E ela, quando ia conversar com as pessoas, com as mulher, a gente não podia ficar escutando. Mas eu curioso, hm, sabe como é que é menino, né? Ela não me soltava, eu curioso, então eu estava brincando lá, mais os outro, e estava escutando. Só... Mas eu eu estava mais no sentido da minha mãe, do que ela falava, do que o que do que o que eu estava fazendo mais os menino, né? E ela falava para as colegas, dizia, olha fulana, eh, conversava com a Maria que tinha lá, aí ela falava, olha Maria, chamava Maria também, olha Maria, desse menino eu não vou escapar. Aí... Mas com quantos meses você está? Eu me lembro que ela dizia, ela falava, ah, eu estou com um mês de grávida. Aí, mas como que você está louca, Vicência? Aí, ela dizia, não, é verdade, eu não vou escapar desse menino. Aí, quando va vai passando, ela ia contando. Quando foi? Veja bem, isso é para chegar ao meu início do da minha do meu sofrimento, do meu do meu viver no mundo, né? Então, aí... Quando chegou o dia do do dela ganhar o neném, aí ela já tinha comido as galinhas que criava quase tudo. Aí ela disse, olha Antônio, que era o nome do meu pai, chama Antônio chamava Antônio, disse, olha Antônio, você vai na casa do vizinho, lá do meu compadre, e pede para ele uma galinha. que eu fala que eu mandei pedir uma galinha para ê para mim. Só que tem uma coisa, vocês vão cuidar da galinha, tratar, chama cuidar. Tratar da galinha que vocês vão comer, eu não vou comer da galinha. Aí, <coughs> meu pai, ah Vicência, você deixa de... Vai logo, vai rápido. Aí o sol estava se pondo, sol quente, tempo de sol quente, né? Era em setembro, me lembro que era vinte e nove de setembro.

De... cinquenta e... Parece cinquenta e um, por aí. Aí, eu estava com nove anos, cinquenta e um. Aí, eh, nós fomos, eu e o meu pai. Ela disse, vai mais... Ela me chamava de touca, porque eu era pequenininho, né? Preto e pequenininho. Aí E chamava de toco, porque toco na roça é preto. Porque que queima, É é só uns um umas coisinha que marca na vida da gente, né? Então, toco é preto, porque queima e fica preto. Então, como eu era preto e baixinho, aí minha mãe me chamava de toco. toco, touca, toco. Aí ele disse, vai mais um Aí eu fui. Aí quando chegou lá, ela pediu a ga ele pediu a, meu pai pediu a galinha. Aí ele disse, ah, pega ali, pega no quintal. Aí cercaram e pegaram aquela galinha. Foi uma festa para pegar aquela galinha. Logo a galinha deu um trabalho para pegar, minha filha. Aí conseguimo. Aí trouxe. Quando chegou lá em casa, aí ela falou, disse, óh, Antônio, você trata a galinha, aí nessas alturas já ia escurecer. Aí quando nós saímos, ela disse, você vai rápido, senão você quando chegar aqui não me encontra mais.

Meu pai saiu, porque meu pai fazia tudo que a minha mãe mandava. É o seguinte, lá na na no interior, quando a mulher é mulher de de raça mesmo, o marido respeita, né? Não é como as mulheres que tem aqui em São Paulo, não. É verdade. Lá, a minha mãe falava, o homem respeitava. Então, meu pai foi rápido. Quando chegou lá, aí, eh, trouxemos a galinha. já estava mais ou menos, já escurecendo. Meu pai tratou aquela galinha, aí quando foi, aí escureceu, aí meu pai, aí ela disse, ah, Antônio, daqui a pouco eu vou ganhar um nenem.

Aí, daqui a pouco eu vou ganhar um nenem. Você põe os meninos tudo na sala. Aí, e a gente que não obedece para você ver, a gente obedecia meu filho uma ordem dos nossos pais é tudo, era uma lei.

Quando é logo mais, eu sei que já estava de noite, não sei, mais ou menos, eu calculo assim umas oito horas. Aí ela entrou no quarto e disse, Antônio, se arruma que eu vou ganhar neném agora. Aí ela saiu, entrou no quarto. Quando ela entrou no quarto, aí ela ganhou o neném, né. Aí ganhou o neném e tal. Aí meu pai falou para ela, disse, óh, Vicência, agora eu vou esquentar água para lavar você. Aí ela disse, não, não precisa esquentar água para mim, eu não vou esperar. Aí meu pai disse, ah, Vicença, deixa de confusão, deixa de bestagem. Aí meu pai foi para o fogão, fogão a lenha, né? Aí fazenda lá, fazendão, porque o pessoal lá é muito, muita propriedade, muito cacau, terra do cacau, né? Aí ela foi e e meu pai foi e esquentou, foi esquentar água. Quando estava esquentando a água, aí ela disse, aí ela disse, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E não era um crente, nem conhecia, nem sabia o que que era crente, nem nada. Aí, eh, meu pai disse... Vicência, não é hora de louvar ainda. Aí ela disse, para mim já é. Aí, quando ela disse assim, aí ela deu um grito, ai, né? E gritou, ai, aquele grito muito alto do pulmão dela e foi baixando a voz. Aí foi baixando a voz, aí meu pai correu. Quando chegou lá, ele disse, aí Vicência morreu. Aí, logo que eu... Eu e a minha irmã. O senhor estava presente lá no Estava no quarto, mas no quarto escuta, tudo que é parede, assim, escuta, né? Aí... Aí a gente já entrou em desespero. Eu e a minha irmã. Os outros não foi tanto, mas tinha uma irmã por nome... Óh o nome da menina. Valdecia Aurelana Plácida. O nome da minha irmã. Aí eu e minha irmã, não é, acabou tudo, estragou.

Então, eu sei que mi, eh, nessa aí, eu se, quando morre uma pessoa lá no interior, não é como aqui. Lá fica três dias dentro de casa, porque não tem i eme ele. Então, eu sei que foi triste para mim. Aí minha irmã minha irmã, essa uma morreu de tristeza. O senhor tinha quantos anos? Eu já estava com nove anos. Nove anos e um... uns dias, né? Porque eu nasci dia treze de junho. Minha mãe morreu em setembro, então eu estava com nove anos. Aí <coughs> e ficou meu pai, fiquei com meu pai. Meu pai pediu a gente, aí não, ele disse, não, eu não vou dar os meus filho, eu não dou nenhum. Eu sei que eu fui criado como... Ah e fiquei um ano e seis mês, depois certinho que meu pai, que minha mãe morreu, aí meu pai morreu. Aí eu fiquei com o meu avô, o pai da minha mãe. Aí a minha avó muito ruim, mas eu mijava na cama. Ah, minha filha, isso me marcou muito. Mas todo dia minha avó era muito ruim, a negona, né? A mãe da minha mãe. Aí, Mas minha avó era muito ruim, porque todo dia ela me dava uma surra. Todo dia eu Eu tentava Aí eu dormia num lugar assim, tipo uma beliche. Aí, minha filha, quando eu acordava, a a roupa mo estava tudo molhada e eu tentava enxugar, mas que enxugar, que jeito? Aí, meu filho, uma surra. Ai, que aquela velha era ruim, a mãe da minha mãe, nossa. Aí, aquilo me marcava muito, eu ficava muito mu... Seu seus irmãos foram juntos também morar... Não, quando meus pais mo quando meu pai morreu, assim que meu pai morreu, aí chegava gente para pedir, nós ficamos em quatro só, porque dois já tinha morrido. Depois que meus pai morreu, os dois morreu também. Aí nós ficamos só em quatro. Aí os os os menor, a turma levava, pediu. Aí o meu tio, minha minha avó, deu. E eu, como era o maior, o maior ninguém queria. Os filho, quando é grande lá, já de nove, dez anos em diante, diz que diz eles que não consegue, para educar dá trabalho, então eles não querem. Aí eu fiquei com o meu avô mais minha avó... E era lá na na mesma cidade? Não, que cidade, filha? É roça, filha. É oito, ah eh... Lá chama... Uma légua é seis quilômetro. Uma légua é seis quilômetro. É oito légua para chegar na cidade. Oito vezes seis, quarenta e oito, né? Dá quarenta e oito quilômetro. Por dentro do mato só vai gente a pé e burro. Não anda nem bicicleta, porque não tem jeito. Caminho dentro do mato para chegar na fazenda, lá na na roça. Na roça. Eu nasci na roça, filha. Eu eu andei. Você quer saber? Nós andava lá quando teve uma seca, que nós andamos... Olha, eu tenho isso marcado hoje, até hoje. É tanto que quando eu vejo, eu não aguento ver uma pessoa com fome. Eu quero dividir o que eu tenho com ele, com ela, com quem for, porque eu sei, eu passei fome. A gente andava a roça, roças e mais roças de cacau. Lá tem roças de cacau que você anda o dia todo dentro da roça de cacau. Só fazenda de cacau. E a gente andava, porque tem bananeira, entende? E a gente andava atrás de achar banana verde para comer. Porque não tinha nem nada. Se plantasse mandioca não dava. O que você planta mandioca, você tem que roçar e ficar no descoberto, né? Para plantar. E a gente planta o sol mata. Porque seca, a terra vira pó, aí não dá nada. Aí como o cacau é árvore de debaixo da sombra, Cacau não dá em descoberto, tem que ter sombra, árvore. Então, e tem roça de mandi de banana, tem plantio de banana. A gente andava atrás de... de achar caixa de banana verde para cozinhar com casca para depois comer. Aquilo lá perto é ruim, o gosto, mas a gente tinha que comer.
Isso o senhor viveu lá na casa dos seu dos seus avós, da sua avó? É. Aí, nós... O senhor o senhor já tinha quantos anos nessa época?
Nessas alturas aí eu já estava com nove, mais um ano e meio, eh, dez e... nove e pouco, já estava quase com onze. quase com onze anos eu já estava, aí meu avô, minha avó, aí meu avô morreu, mataram meu avô de feitiço, o pai da minha mãe, porque o ca o camarada queria casar com a filha dele, como o cara não tinha procedimento, porque lá quem não tem um bom procedimento não casa com a filha de ninguém. Hm. Porque os pais não quer. Ou o cara tem honra, caráter, trabalhador, tal, é boa família, para poder casar com a mi, exemplo, essa menina é tua filha. Aí chega ele e quer casar, ou eu quero casar. Aí você vai pesquisar o meu procedimento, você entendeu? Se eu sou preguiçoso, não gosto de trabalhar, já já é avisado a ela. Você não vai casar com
Aí... Então mataram o seu avô. É.
É. Aí não queriam que meu avô... O meu avô não queria que, eh, que o cara casasse, aí ele jurou de matar o meu avô. Aí mandou a mãe menininha, que já morreu, tem mais de vinte anos, que já morreu ela, aí mandou a mãe menininha fazer um feitiço para matar meu avô. Aí meu avô comeu um um... Aí puseram na comida, Ele foi no lugar e disse, visita. E aí eu sei que puseram. Aí esse cara trouxe uma comida para o meu avô e meu avô comeu aquilo ali, estava contaminado. E aí caiu doente. Nossa, meu avô levou um ano certinho para morrer sofrendo. Aí meu avô era muito bom para mim. Mui, aí Enquanto ele estava vivo, eu tinha paz. Quando ele morreu, minha filha, começou o meu sofrimento. Aí todo dia tomava uma surra, todo dia. Aí, graças a Deus, minha avó saiu, porque tinha o meu primo, tinha uma teve uma fazenda muito grande, porque meus pais falava para ele, Venâncio, ele era de menor, quando você tomar posse do seu terreno, da sua fazenda, aí você, que eu morrer, você toma conta do meu filho, não deixa o Antônio com ninguém. E meu primo honrou isso. Aí, quando meu avô morreu, Aí ficou um ano mais. Meu primo, eh, tinha dezesssete anos. Aí com dezoito era de maior naquela época. Aí ele passou a a de maior. Aí tomou conta da fazenda e eu fiquei com meu primo. Aí a minha avó, nós começava a judiar. Graças a Deus que ela saiu, foi na casa da mãe dela e lá ela ficou. Aí eu fiquei mais meu primo. Aí meu primo pega uma menina da minha idade. Eu nasci seis horas da manhã, ela nasceu meio dia em ponto. Aí, sabe como é que é? A mulher cresce, desenvolve. Os homem lá na roça fica raquítico. E eu sei que aquela menina desenvolveu e meu primo pega aquela menina em casa. Pegou, casou, não.

Chama roubar, né? Tira de casa. Pega e levou. Aí E aquela menina, como agora mulherão, e eu pequeno, continuava raquítico. Aí, ela começava a me bater muito, me judiar, querer me judiar. Aí, eu corria, às cinco horas da manhã, eu tinha que estar no no no campo, no na na manga, man manga mesmo, alto, capim alto, com quatro, três metros de altura. Eu tinha que estar ali dentro, procurando, umas cinco horas da manhã, procurando burro, os animais da Porque minha meu primo tinha quarenta e poucos burro. Então, era eu que vaquejava tudo, banhava na porta, pastorava, né? Aí e eu fugi. Aí eu tive que fugir. Aí eu fugi. Sem contar que antes, quando assim que meu avô morreu, meu tio, irmão da minha mãe, por nome Daniel, queria que eu fosse morar com um curador. E eu não queria, eu não gostava de curador. Aí eu tive que ir morar com aquele curador.
Você morou também com curador quanto tempo?
Eu morei cerca de uns seis meses, a pulso. Aí eu fugi da casa do curador, porque eu não queria ele, era ruim para danar. Ele me batia, judiava, queria que eu fizesse tudo para ele. E ele, nossa, a mulher dele é um amor de gente, mas ele era ruim feito troço. Aí eu fugi. Aí eu fugi, meu tio me pegou. Menina, me deu uma surra. Me deu uma surra.
Aí o senhor ficou morando com o seu tio?
Na raça. Fiquei morando com meu tio na raça.

E aí eu eu estava com o tio, meu tio era tão ruim, o irmão da minha mãe, ele era tão ruim, por nome de Daniel, que ele ele não falava com os filho duas vezes. Com ninguém. Só rosnava. Aí se ele mandava o filho fazer uma coisa, se escutou, escutou. Se não escutou, na outra vez era porrada, pancada. Aí, nossa, eu tinha um medo. A minha vida foi completamente cheia de problema. Cheia de problema.
Aí o senhor decidiu ir fugir?
Aí eu fugi. Foi, aí eu fugi. Fui para a casa de uma outra pessoa, né? Um vizinho, longe assim, cerca de uma meia hora de pé. Por dentro do mato. Aí eu fugi. Mas... Quando eu fugi, meu e eu fe e eu dei uma bobeira, sei lá, fui muito lerdo, e meu tio olhou dentro de casa e não viu eu. Um pouquinho que ele facilitou, eu sumi. E ele foi atrás de mim com a espingarda e e um cipó verdadeiro, que ele é mais grosso que esse fio, é é assim mais ou menos dessa grossura aí. E com um nó. Aí ele foi com aquele cipó atrás de mim e uma espingarda. Aí Aí atira, não atira, atira, não atira e me conseguiu me pegar. E eu corri e, nossa, foi um sufoco na minha vida. Aquilo, marcar tudo, eu não esqueço de certas coisas. Só que eu não sou aquele cara Você já viu que eu não sou triste. ninguém, não guardo mágoa de ninguém. Então, aí, eu sei que ele me trouxe. Quando chegou em casa, ele me pegou, menina. Eu passei quinze dias, quinze dias na água de sal.

Todo dia eu tomava um banho de água de sal. Porque cortou as costas todinha de de de do ci daquele cipó. Aí, eu fiquei. Aí, meu primo chegou, né? Aí meu primo chegou, que ele era o dono da fazenda, meu tio morava com ele alí na na fazenda, numa casa ali. Aí meu tio meu primo chegou, aí me pôs dentro da casa junto com ele, aí passei melhor. Mas quando ele saía, a mulher dele, que era da minha idade, no mesmo dia que eu nasci, aí eu não conformava. que ela quisesse me bater. Aí eu e saí, eu falei para ela, eu disse, eu tinha uma irmã, já mãe, que essa irmã também é uma outra história, Ela foi muito mal educada com a minha mãe. E lá e a minha mãe Uma palavra, a minha mãe tinha a palavra. Quando ela dizia isso, é isso.

Não tinha dois tempo. Ela Ela começou a namorar um rapaz. E o rapaz, que nem eu falei para você antes, né, que mulher as filhas não namoravam quem não não não tinha caráter. E ela gostou de um cara lá que o cara era preguiçoso. Aí ela disse para o cara não namorar eh ela não namorar ele. Aí ela continuou. Aí ela pegou chamou a atenção de Aí ela namorou. Aí ela di aí minha mãe chegou e disse, olha, se você continuar namorando esse rapaz, você vai sumir da minha frente. Eu não quero te ver nunca mais, tá. Aí a minha mãe na a minha irmã namorou o cara e sumiu mesmo. Aí sumiu. Eu sei. Quando ela soube que a minha mãe tinha morrido, já tinha um ano que minha mãe tinha morrido. Ela não sabe, só por boca de alguém, né? Aí eu lembrei dessa irmã. Aí foi onde eu morava junto com o meu primo. Aí eu falei para a mulher do meu primo. Meu primo saiu, foi para a cidade, que levava dois dia quando ia para a cidade. Levava vinte, trinta burro carregado de cacau. Aí ela foi para a cidade e ele foi para a cidade e não voltou com um dia, demorou um dia, dois dia, não voltou. Aí que aí demora mesmo lá, carregar os animais, vende o que está, fazer compra, trazer para a fazenda, para a despensa, então demora. Aí e eu digo, eu vou fugir. A minha vida era fugir, filha, eu só sofria. A minha vida era fugir, eu não queria, eu não pensava duas vezes.
Naquela época você não estudava, não tinha escola, nada?
Estudar que jeito, filha? Eu só sa eu só sabia apanhar, eu só sa eu só eu só só tinha só... Não tinha escola dentro da roça lá, não tinha escola naquela época. Nada, nada. Só tinha inchada e facão para mim trabalhar. É só inchada e facão.
E o senhor não brincava com os amigo?
jeito, filho, brincar com quem? Depois que meus pais morreu, filha, eu meu sofri mi mi minha brincadeira era facão, roça e facão. Saía as cinco... Só trabalhava? Eu saía cinco horas, ia para roça, roçar, abrir roça para plantar cacau, para plantar cravo, para plantar... café, para fazer isso. Cinco horas da manhã eu estava na roça, a cobra me mordeu na testa. Você quer saber? Uma cobra me mordeu na testa. Aí eu vim para casa, quando cheguei em casa, aí eu tive que dar uma de... Porque é o seguinte, a gente lá era curado de cobra. Lá a gente se cura de cobra, sabe? É fácil curar da cobra. Aí a cobra te morde e você não tem nada. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Lá na roça, né? Então a gente é o seguinte, você mata uma cobra, você pega uma cobra, tem cobra no nos interior dentro do Então a cobra venenosa, você pega ela e mata. Aí você mede no no rabo da cobra, assim, três dedos. Quatro dedo aqui. Você mede aqui e corta. Aí você pega a ca a cobra, corta na cabeça. E aí leva para casa e torra. Torra aquela cabeça e mói, faz um pó e bebe com água morna. Então você está ingerindo o veneno da cobra dentro de você. Então se alguma cobra te morde, você não tem nada. Cobra venenosa. Eu era curado de cobra. Então, ela me mordeu, só me deu uma dorzinha de cabeça. Mordeu na testa. Só me deu uma dorzinha de cabeça. Aí, E eu fiquei em casa dando uma que estava doente para não ir sofrer tanto. Era surucucu ouricana, ou pinta de ouro. É uma cobra verdinha. Ela é bem ela é desse tamanhinho aqui, mas é super venenosa. Ela mordeu as pessoa, ela mata. Em menos de vinte e quatro hora, a pessoa morrem botando sangue, inchado, tá? E ela me mordeu na testa. Aí aí eu passei a mão e senti, porque ela é uma ela é uma cobra que ela não fica no chão, ela não anda no chão. Ela é igual a caninana. Aí ela... fi só no no no nas árvore, nos galho, entende? E ela faz a rodia em cima do galho aqui e põe a cabeça em cima. Conforme vai passando algum bicho ou uma pessoa, ela fica em volta e fica... É, é. Aí ela me mordeu na testa. Aí eu passei a mão e vi arder aquela fervurinha que é o veneno correndo. Aquela fervurazinha. Vê, ferver.

Eu peguei, aí eu saí. Nem olhei o que que era. Aí saí, pondo a mão no, saiu um pouquinho de sangue saiu, que eu cheguei em casa, fa falei, aí disseram, ah, foi cobra. Aí olharam, viram a picada na na na... Mas o senhor já tinha tomado o o o remédio lá? Não, a gente toma direto lá. Assim que você acha uma cobra, você, a primeira coisa que faz é isso, por causa do veneno, porque ela mata. Tem cobra venenosa, tem cobra que que nem o surucucu ouricana, a caiçaca rabo-de-fogo Ela é é ela é peque, a caiçaca é desse tamanhinho assim, tem cerca de vinte centímetro. Mais fina, muito mais fina do que é, ela é da grossura de mais fina do que esse fio aí ó. Só que tem uma coisa, ela mata em menos de doze horas. Mordeu o veneno é imediato.
Vai para o coração rápido. E depois disso tudo, o senhor ficou ainda lá na na roça? Depois que os seus seu primo foi lá na cidade?

Meu primo foi para a cidade então. Desculpa, eu não terminei. Aí meu primo foi para a cidade e aí eu Eu eu estava em casa, mas a mulher dele, né? Aí ela pôs um osso na minha, foi comer uma carne, aí fomos comer, e ela pôs um osso na minha boca, queria que eu comesse aquele osso. Aí fechou a minha boca, assim, aí saiu sangue. Nossa, aí eu corri atrás dela, e aqui, ali, aí eu digo aí eu digo pronto, quando meu primo chegar, ele vai me matar. Aí, se ele chegar hoje, bem, se ele não chegar amanhã cedo, eu sumo daqui. Aí foi aonde eu fugi. Aí, quando foi de manhã, eu falei para ela, de noite eu falei, digo, amanhã de manhã. Quando eu che quando você acordar, que eu não estiver aqui, se der oito horas por aí, o sol sair e eu não ter chegado, pode, espera que eu estou no campo procurando, no pasto, na manga, procurando os burros. Mentira. Ah, tudo bem. Aí antes do sol nascer, cinco estava escuro. Eu tinha medo de onça, porque lá tem muita onça, muitos bicho feroz no mato. Eu digo, não, mas eu pego um facão, quero nem saber. Aí e eu saí, tudo

E senhor foi para onde?
Fui atrás da minha irmã, sem nem saber por onde minha irmã morava, minha irmã, nem saber por onde ela andava. Aí eu fui atrás dessa irmã que que que a minha mãe falou para ela... Eu contei, né, do namorado que ela fugiu, ela saiu. Aí eu fui atrás, para, em busca da minha irmã, sem saber se estava viva, se nada, e saí. Então, quando eu via, porque você, dentro do mato lá, você escuta os animais, a dos pés dos animais no mato, né, andando. Aí, quando eu eu eu escutava, eu entrava no mato, eu caía no mato, para ninguém me ver. Aí, quando o pessoal passava, eu saía no caminho e viajava. Às vezes eu confundia o caminho, se eu estava voltando ou indo, aí eu olhava o rastro de quem passou agora. O rastro estava para lá e eu ia para lá. Era para onde eu ia. Até consegui. Eu sei que eu saí era antes do sol nascer. Escu estava escuro ainda. Eu acredito que pouca, não sei da hora, mas era... Aí, quando eu che quando eu cheguei, eu me lembro, nunca esqueço. Quando eu cheguei, na... passei um rio muito grande. Nossa, eu tinha
Não tinha o... não sabia onde ela morava? No que foi? Não, eu não
sabia. O senhor foi andando atrás... Eu fui êh... no mundo, sem sem saber, por dentro do mato. Aí, na frente, eu encontrei, quando deu, eh... faltava mais ou menos uma mais o menos meio-dia, aí eu encontrei um monte de gente que vinha Aí eu me escondi, porque eu pensava que era meu primo. Porque se eu encontro meu primo naquela distância, êh, era mais Porque quando eu chegasse lá, também eu ia apanhar de novo, porque a minha a mulher dele ia falar o que eu estava que eu que eu tinha corrido atrás dela, e ela não ia falar o que eu fiz, o que ela fez comigo, e não ia dizer por que que eu tinha corrido atrás dela. Eu sei que o o os pobres é quem sofre mais, você sabe que pobre é quem sofre mais. E Então, eles acreditavam mais no no mais velho, e eu entrava. Aí eu sofria mais ainda. Aí eu já estava cansado de tanto sofrer. Aí eu... aí quando... E como que você encontrou a su, o senhor chegou a encontrar a sua irmã? É, aí eu vou chegar rápido, eu chego, não estou tomando tempo não, né? Não. Aí Aí, então, eu encontrei, aquele pessoal passou por mim. Quando ele passou por mim, eu vi que não era meu primo. Aí eu digo, ah, vou perguntar. Aí eu saí rápido dentro do mato, saí rápido dentro do mato, meu senhor, meu senhor, porque lá tinha o costume, os meninos, tem que respeitar os mais velhos. Aí eu, bença, aí Deus abençoe. Aí ele disse, para onde você vai, meu filho? Desde que eu estava indo, ele vinha, né? Aí eu disse, não, eu estou indo para lá. Aí, e aquela zoada, aquela zoada de uma cachoeira muito grande, assim, tá? Aí, ele disse, é um rio que tem uma cachoeira. Aí, você vai passar aquela cachoeira.

Aí, eh, que mora com tal. Eu sabia o nome, não esquecia, tinha uma memória que... Nossa, até hoje, graças a Deus, ainda tem ainda.

Veja bem, aí ela ele disse, eu sei, eu conheço, eu vim de lá agora. Aí eu disse, ah, quando ele disse assim, menina, ele disse, o que aquela senhora, eu digo, é minha irmã. É sua irmã. Ele disse, é sua irmã. Eu disse, é irmã. O que você vai fazer agora, meu filho, por esse caminho sozinho? Eu disse, eu vou na casa, eu vou atrás da minha irmã. Aí, ele disse, olha, você faz o seguinte, você vai aqui, vai direto, não entra em lugar nenhum. Chega na frente, tem o rio, você vai andando, essa água vai, essa zoada vai aumentando, que é a cachoeira. Eu tinha um medo de cacho, ai, minha filha. A gente passa cada coisa que você não faz nem ideia do que o ser humano passa na vida certas pessoas. E eu tinha um medo. E aquela água, minha filha. Quanto mais eu chegava, mais a zoada da água fazia eu tremer. Eu Cachoeira, entende? Nas pedra. Ah, eu digo, eu vou ter que passar ali sozinho. Aquele rio vai me levar. E...

Olha, cada coisa que marca fica na mente da gente que não consegue, você não consegue, nem que você queira, não você não consegue tirar da mente. Aí eu sei que eu passei. Cheguei na frente, encontrei uma pessoa, aí perguntei, ele disse, ó, você vai aqui, tem um rio, você vai ver uma água suja, aí eles estão ralando mandioca. Eles estão na casa de farinha. Aí tem uma entradinha assim, tem uns pé de cacau. Debaixo daqueles pés de cacau você entra, a casa de farinha está na frente. Aí eu cheguei lá na casa de farinha. Aí minha irmã estava em casa, na na casa de farinha, fazendo farinha e tal. Já estava com quinze dia fazendo farinha para vender, entende? Aí eu cheguei lá e choraram muito. Eu me lembro como coisa que fosse hoje. Aí eu cheguei faltando dez minuto para as duas da tarde. Eu cheguei lá. Aí, não esqueci esse horário, né? Aí olharam ora olharam no relógio, dez para as duas da tarde. Aí, a minha irmã já me deu comida, me deu, eh, sardinha. Me lembra, né? Que ela me deu sardinhas. São coisas que vai marcando, né? Aí, me deu sardinha, eu comi. E fiquei na casa de farinha mais vezes. Mas minha irmã dava uns espírito. Eu não sabia, minha irmã frequentava candomblé. Eu detesto candomblé. Aí minha irmã dava uns espírito e aqueles espírito corriam atrás de mim para ir me pegar. Aí eu corria. Tinha um pé de coquilo, que vocês não sabe o que que é, uma árvore que dá uns fruto gostoso. O A casca, a você rapa ele, o a canela da árvore, você rapa, sai um pó. Aquele pó você põe no calvão, no fogo, aí ele sobe uma fumaça, exatamente um incenso. O perfume exato chama coquilo. E ele dá um fruto gostoso. As castanha. A gente come ela verde, as castanha. E aquele pé de coquilo é meio crespo. Nossa, eu era um macaco para subir, minha filha. Em zero segundo eu estava lá em cima. Aí minha irmã corria atrás de mim com aqueles caboclo, aqueles espírito para me pegar. E aí eu subia naquele pé de coquilo. Lá em cima eu ficava... E ele dá umas galhas assim certinhas, né? Ele cresce para cima e aqui ele dá umas galhas assim ao redor. Não é que dá galha o... Tudo ao redor, assim, em cacho Aí eu subia, chegava lá, deitava, ficava lá em cima sossegado. E quanto tempo você ficou com a sua irmã? Ah, fiquei um ano e meio mais minha irmã. E aí o ano está passando, eu estou crescendo, comecei a crescer. Aí eu digo, eu vou começar vou vou trabalhar para mim. Aí comecei a fugir. Fugi da casa da minha irmã e fui atrás de serviço. Aí eu chegava... quantos anos? Ah, aí eu já estava mais ou menos cerca de... Doze, treze anos por aí, né?

Já estava nos treze anos que eu passei. Eu fiquei com nove anos minha mãe. Nove anos só a mãe. Minha mãe morreu. Vai somando aí que eu sou bem... Com nove anos eh... Minha mãe morreu. Com um ano e meio, meu pai morreu. Com mais seis meses que meu pai morreu, meu avô morreu. Eu lembro bem, tá? Aí eu fiquei mais cerca de uns seis meses mais meu irmão, mais meu primo. Aí fugi. Dá para somar aí? Eh Esqueço o teu nome. Eh... Patrícia. Dá para somar, Patrícia? Aí eu fiquei mais minha irmã mais um ano e meio. Eu me lembro bem que foi um ano e meio. Aí meu cunhado morreu. O marido dela. E morreu. Ela deixou esse cara que ela namorou e pegou um outro, um cara bom, um trabalhador e tal. E esse cara morreu. Aí eu Ôu kêi. Aí ela pegou um outro cara e eu sumi. Aí eu sumi. Aí eu saí atrás de trabalho. Até que eu cheguei na cidade. Consegui. Aí chegando na cidade. Mas eu cheguei na cidade depois de um ano. Um ano e meio com a minha irmã. Depois andei mais um ano pelo mundo, ali dentro dos matos, pedindo morada. Morada não, trabalho. Aí os caras me davam morada. Quando eles começavam a querer me explorar, eu saía. Aí eu ia para outro lugar, bençã, aí perguntava para a mulher, ah, ela perguntava a minha vida, eu contava. Aí ela dizia, ah, meu filho, espera aí eu que eu pedi esse serviço A senhora não tem uma roça de mandioca para eu trabalhar, para mim comer, aí, para eu viver? Aí ela dizia, ah... Eu começava a perguntar o meu meu meu estado, né? Aí eu contava. Aí ela dizia, espera aí, quando meu marido chegar, ele vai chegar tal hora, ele vem almoçar, Aí eu falo para ele. Aí chegava, ela falava. O marido dizia, deixa ele aí mais a gente. Aí você vai para a roça mais eu. Você gosta de roça? Eu gosto. É Eu tinha que gostar, não tinha outra coisa. Eu só sabia trabalhar na roça. Aí eu gosto. Aí eu ia trabalhar na roça. Aí eu fui para a roça. Mas aí quando eles começavam a explorar de mim...

Fugia, deixava só a roupa, dê só saía com a roupa do corpo e não levava nada de ninguém. Eu vinha com uma roupa, que era se ele me deu duas, três roupas, eu deixava. Pegava o meu facãozinho e a minha roupa do couro e saía, só com ela. Eu não levava nada de ninguém, certo? Nunca gostei de nada dos E eu aprendi a não gostar de nada dos outro. Detesto o que é dos outro. Aí o senhor foi para a cidade? Aí eu fui para a cidade. Quando eu cheguei na cidade, aí perguntei na cidade, saí de uma cidade por nome de Ituberá. Aí, pode ver que minha identidade está escrita em Ituberá, Bahia. Então, é uma cidade a vinte e dois quilômetros de Camamu. Aí, eu saí e consegui sair naquela cidade lá. Aí, perguntei para alguém se tinha serviço por ali, se se eu podia arrumar serviço para eu comer. Meu negócio era comer, porque eu não tinha, eu não pedia, não sei pedir nada para ninguém. Aí, eu pedia trabalho para eu ganhar, para eu comer. Aí ele dizia, aí disseram, tem uma serraria que tem um homem que que ele o dono da serraria dá trabalho para menino. Eu era tão grande que esse carrinho de mão que é carrega no concreto aí o carrinho de mão, o pé, se eu pegava ele, o pé arrastava no chão. Eu não carregava aquele carrinho quando eu cheguei na cidade. Era velho, mais... pequeno, então o pé arrastava no chão, você entendeu? De tão grande que eu era, você faz ideia. Aí, uma hora que vocês pegam um carrinho desse, uma carriolinha dessa, de de uma roda só, que a turma está fazendo concreto aí e tal, você pega ele e arrasta o pé, e deixa o pé encostar bem no chão para ver que altura que você vai ficar. Era o tamanho que eu era quando eu cheguei na cidade. Então, eu não servia para trabalhar naquele carrinho, carregar pó. Aí ele me deu outro serviço, para carregar madeira e tal, arrumar ripões e tal. E eu fiquei ali. E ali eu fui criado, ali eu fiquei com ele. Quando eu estava com um ano, ele me levou para a casa dele. Nossa! Aí começou a melhorar a minha barra. Quer dizer, eu já estava trabalhando ali, eu ganhava. E ali ele disse, você dorme aqui, faz um sótão, um giral. Aí eu fiz um giral na na na serraria. E ali eu dormia. Trabalhava e ali eu dormia. O que que é giral? Se...

Giral é o seguinte. Você pega madeira.

Seja qualquer madeira. Seja ruliça, assim, ou resto de da serraria, ripões, que chama sarrafo. Então, você pega a madeira e põe lá em cima. Aí você põe em cima, faz igual isso aqui.

Só que faz uma partezinha assim, só onde você dormir. Lá em cima. Aí Aí você pega uma escada e sobe. e lá em cima você dorme. Mesanino, né? E

É, como que é? Mesanino. É, sei lá. Lá a gente se chama de girau Então, a língua baiana, a língua do Nordeste, né? Então, aí a gen eu dormia ali. Quando eu Aí, com um ano, eu caí doente. Eu tive uma febre. Aí, como eu era muito bom, eu era muito legal, muito amigo, e era muito educado, trabalhador... Aí o dono da serraria, rico, menina, e eu não conhecia a casa dele, né? Aí morando numa cidade, rico. A família, eu tenho orgulho de dizer para vocês que aí aí começou as coisas melhor melhorando um pouco, né? Aí tenho orgulho de dizer que a família mais bonita daquela cidade eu morei na casa dele. E é, eu estava sendo criado com ele. Mas diz que o futuro do pobre é azar, filha. O futuro do pobre é azar. Pobre não acerta. Bom, aí, quando eu estava morando na serraria com um ano, ele me Eu caí doente, com uma febre, tive uma febre. Aí ele me pegou, jogou dentro do fusquinha, e ele gostava de um Volks Aí, pegou, me jogou dentro do carro e me levou para a casa dele. Quando chegou na casa dele, aí, nossa, que eu entrei lá, meu filho. aquela mansão, duas empregada, nossa, e as meninas que saía lá, cada moça, duas moçonas bonita, daqui a pouco vem mais outra linda, as menina, olha, feita por mão, parece que foi feita na mão, caprichada. Aí, ele me puseram num quarto lá, um quarto desse tamanho assim, me puseram um quarto lá, para mim só. Uma camona. Eu nunca tinha dormido numa cama daquela, menina. Aí, eu digo, não é possível. Isso aqui não é para mim. Eu quero comigo. É verdade. Fiquei pobre. Aí, eu sei que eu fiquei naquela cama lá e disse, você vai ficar aqui com a febre. Aí, eu nunca tinha, eu não sabia nem o que que era aveia. Hoje, eu compro dez quilo de aveia para a minha casa. Eu sou naturalista hoje. Eu não como nada químico. Aí, daqui a pouco, vem mingau de aveia, vem não sei o quê. Eu sei que eu fui tratado. Quando eu saí com oito dias, mas ou menos, já estava sã. Aí, o patrão chegou, disse, não, você não vai mais para lá, para a serraria, não. Você vai morar aqui. Aí, não é possível. Aí, né, você entendeu?
Você ficou morando lá com eles?
Aí, você vai morar aqui. Aí, ó, você vai de manhã, quando eu sair para a serraria, você fica... Ele saía às cinco horas da manhã na serraria, voltava, ia lá, olhava, voltava. Depois vinha, tomava café, depois saía e ia embora. Aí ele disse, aí você vai passar, eu vou de manhã, você fica. Aí chama-se lá, a turma tira sarro, né? Chama piléria. Ah, aqui chama tirar sarro. Aí a turma gostava muito de piléria com a gente, que é tirar sarro, né? Aqui chama. Eu gostava muito de brincar. Chamava a gente, dizia que era chamar o que mora em casa de rico, aí chama-se compra tempero.

Aí são coisas que a gente não esquece. Aí ele disse, fica aqui. Aí você fica aí, aí vai comprar tempero para o o a empregada. O que ela pedir, você compra. E quando eu terminar, umas dez horas por aí, aí eu venho, aí você vai mais eu para a serraria, e você trabalha lá. Eu digo, ah, tudo bem. Aí eu ficava, ah, eu tinha mordomia. Aí vai vendo o dono da da da casa, milionário, rico, bonzão. Mas o cara era bom. Ele era gente fina,

Aí, muito bom ele. Aí ele chegou cheio de filho. Parece que o seis filhos. Bom. Aí cada um mais granfino do que o outro. Mas, porém, todos bons. Sempre tem um capeta no meio da família. Sempre tem um, né? E tinha o Hélio, um altão. O negócio dele era só namorar, não queria estudar, só namorar e gastar o que o pai tinha.

Aí o Rufo pegou e falou para mim e disse, ó Antônio, e falou para casa, disse, olha, quando eu chegar da serraria, mais o Antônio, eu vou tomar banho, quando eu sair, ele vai tomar banho. Enquanto ele não tomar banho, ele não faz nada. Primeiro eu chego, eu chego, vou tomar banho, quando eu sair, quem entra é ele.

O... e era assim, então quando nós chegava da serraria, ele saia, eu saia junto. Aí quando nós chegava da serraria, ele ia tomar banho, aí quando ele saia, eu estava esperando já com a minha toalha, minhas coisas, de, já de filho de papai, aí eu ia tomar banho, ia tomar banho. Quando eu saia, aí ia ó... Quanto tempo o senhor morou com ele? É. Aí eu morei com eles... Foi desde... Eu cheguei em se.... em... Me lembro... Roberto Carlos começou a fazer sucesso em sessenta e quatro, sessenta e cinco. Em sessenta e

Quando é um dia, eu chego da serraria, o Hélio pega dois pares de sapato e deixa lá para mim engraxar. Aí o o pai dele estava tomando banho. Aí ele disse, olha aqui, é para você engraxar agora. Aí... O Hélio, né? Disse, é para você engraxar agora. Aí eu falei, disse... Ah, Hélio, deixa eu ter deixa eu sair do banheiro. Quando eu sair do banheiro, o senhor Rufo foi tomar banho. Quando ele terminar de tomar banho, eu vou tomar banho. Quando eu sair, eu engraxo. Não, você tem que engraxar agora, senão eu vou lhe dar porrada. E ele tinha um irmão que chamava Zezito. Um homem muito bom para mim, muito bom. Que é filho e filho do E esse Zézito era tão rico também, morava tudo na casa do pai. Ele era tão rico que o carro dele, só usava um carro, zero quilômetro, o carro dele saía da Volkswagen direto no caminhão, direto para a mão dele, zero quilômetro. Ele usava só seis meses, passava para trás. Aquele carro estava velho, e pegava Você entendeu, Aí, Zezito foi chegando. E viu, ele escutou ele falar assim. E... aí disse, não.

Você está pensando o quê? Você Antônio não vai limpar seu sapato, não. Aí, quando falou assim, começou a briga dentro de casa, os dois irmão. Briga mesmo. Pancada. E eu entrei em luta. Aí, Rufo sai de cueca daquele banheiro. E começa, minha filha, o sufoco. Agora vai ver o de quem. Aonde o pau vai quebrar? Em cima do trouxa, né? Porque fazer o quê? Nunca acertei na minha vida, porque agora vou acertar. Aí, minha filha, termina aquela briga dentro de casa. Aí o a mãe... Sabe como é as mãe? Vocês mãe, sempre os filhos tem que ter razão. Coitado lá, se dane, né? Aí a velha, que é a Dona Maria, chama Maria também. Aí Dona Maria disse, é, eu não quero mais esse menino aqui, não. Assim a já estava maiorzinha, né? Aí, eu não quero esse menino aqui, não. Aí, menina, já ia mais ou menos às oito horas da noite, já isso aí, já.

Eu vou para onde? Aí, e começa aquele chororô dentro de casa, e não, ele vai embora daqui agora, eu não quero saber dele, ele daqui não vai ficar aqui mais, não, por causa dele que meus meus filhos se matou, desde que eu não tenho culpa nenhuma.

Não, aí começa agora senta o Rufo e o Zezito. Ao meu favor, contra. A mãe... E alguma irmãs, ah, sim. E quando eu estou lá na ca, antes eu não esqueci, quando eu estou morando na casa dessa desse rico aí, ele começa e mandou que a a a sobrinha que ele cria, uma menina muito linda por nome Lúcia, mandou uma gatona, uma menina a linda, linda, sem defeito. Aí mandou que ela me ensinasse a leitura. Aí compraram uma cartilha, por nome Cartilha Ensino Rápido da Leitura. Quando for a hora de parar, vocês mandam aí, tá? Que... <laughs> Aí, disse... Aí ela foi me ensinar. Então, quando o o eu já estava, assim, mais ou menos, três meses que eu estava estudando aquela cartilha, então a Lúcia, em vez de... Porque a Lúcia, lá todo mundo tem ordem. Então, ela não não saía na rua, assim, à toa, nem nada. Então, quando ele saía um pouquinho, em vez da Lúcia me ensinar, a Lúcia ia me beijar. Ia me namorar.

Você namorou com a Lúcia?

Com medo, que... Com medo, né? Mas aí a Lúcia, em vez de me ensinar, enquanto eles estavam ali, ela estava á bê á bá, bê é bé, bê e bi, tal e tal entendeu? Aí naquela cartilha, eu soletrando. Aí tudo bem. Aí quando ela saí quando ele saía e virava as costas, aí a Lúcia, em vez de me ensinar, ia e me agarrava, e me beijava e tal. Aí, minha filha, eu não aprendi mais nada. Aí eu não aprendia nada. Aí a Lúcia caiu doente, teve um problema na garganta, né? Aí caiu doente e foi para sa são Salvador, que é trezentos quilômetros para Salvador. Ela foi para Salvador. Aí veio a irmã dela, Isabel Cristina. Aí, se a Lúcia era bonita, a Isabel, minha filha, dobrava a beleza da menina. Aí, disse, ó, a Lúcia estava ensinando o Antônio. Quem disse para você que eu estava aprendendo nada, menina?
Você não sabia, não tinha aprendido nada?
Que jeito, eu aprender de que jeito? <laughs> Se a coisa mais gostosa, eu nunca tinha tido aquilo, poxa. A mulher me agarrava, me beijava, a menina bonitona, a mulher mais linda da da da cidade. Eu ia aprender o quê? E aí, menina, aí veio Isabel, A Isabel veio... Aí o o o patrão, né, disse, ó, patrão e pai adotivo, que todo mundo já nessas alturas já me chamava de filho de Rufo, filho da Dona Maria e tal. Aí, quando Aí a Isabel ia me ensinar. Aí a Isabel foi me ensinar e parece que a Lúcia ensinou para ela que tinha que fazer assim. Aí, minha filha, quando o velho saía, aí a Lúcia me, a Isabel me agarrava e tal, me beijava, e era E aí não dava mais para fazer nada. Aí eu não aprendi, foi nada. Quando aconteceu isso, eu achava que eu já estava agora bonitão, né? Bem e tal. Aí acontece isso, que o Hélio manda... Acontece essa briga. Aí aconteceu a briga e me mandaram embora de dentro de casa. Não quiseram mais eu ali. E para onde o senhor foi? Adivinha? Para onde eu fui? De onde eu vim? Da serraria, né? Fui lá para de pó de serra de novo. Pó de Voltei para a miséria novamente, minha filha. Aí fiquei lá na serraria.
Você ficou trabalhando mais ãh... Fiquei.
Aí agora já fiquei lá direto trabalhando na serraria. Aí trabalhava e morava lá.

Aí sim, aí de manhã o Rufo chegou lá e disse, não, você vai lá para a serraria. Aí pegou, jogou dentro do carro, me levou lá. Aí eu fiquei lá, disse, dorme aí, não tem Você não morava aqui? Mora aí, não tem problema, você vai ficar mais eu. Aí eu fiquei com vergonha, né, de ver eles, tal. Aí aí fiquei com vergonha de ver a família. Aí, nossa, aquelas meninas deixado, eu não ia me ver. Agora não tem mais chance de de ela me beijar, de namorar ela, de ela me namorar. Porque ela era ela que me namorava. Porque eu tinha medo ainda. Aí eu fui morar na Serraria de Aí quando eu estava com nove meses dessa data, aí já me lembro bem que foi em se se

Eu fui para para trabalhar numa fazenda com o nome de Firestone, onde fabrica pneu, Firestone, Firestone, firma de pneu, Firestone que chama, está escrito Firestone. Eu fui trabalhar na Firestone, uma fazenda que não trabalha qualquer um, só quem tem muita coragem, senão ganha meio-dia, porque só trabalha até meio-dia a Firestone. A Firestone não trabalha o dia todo, uhum, só até meio-dia, só que pega cedo. Aí eu fui trabalhar numa fábrica, trabalhei três anos, Aí pedi a conta, fui trabalhar na cidade, na mesma cidade, na casa de um japonês. Aí eu fui tomar conta da loja do japonês.
E nesse inteirinho você não estudou? Não...
Não, não. Aí, aí minha filha, aí sem mais nada de estudo, nada. Aí eu entrei na igreja, eh, assembleia. Aí entrei na assembleia, aí os irmãos me ensinava. Ó, Jesus e tal. Aí eu abri a Bíblia ali e eu fui decorando. Eu digo, eu vou aprender a leitura. Porque eu já tinha tido três meses de... uns três, quatro meses, né? De aula com a menina, mas era na cartilha. Já sabia soletrar. Bê a bá, bê é bé, gê é gé. Entende assim? Gê e gê é Jesus e tal. Aí fui aprendendo a soletrar. Aí comprei uma cartilha. Depois disso, aí comprei uma cartilha. Aí, e fui, trabalhava com japonês, tomava conta da loja dele. Aí, ficava ali mais ele e tal, era eu que comandava tudo, que eu muito inteligente, muito educado. Então, ele entregava.
Era uma loja do... O que que vendia na
Roupa confecções.

Então... Então senhor Antônio, o senhor estava, o senhor foi trabalhar na loja de confecção lá do japonês? O senhor ficou lá trabalhando? É, eu
Eh... a loja de um japonês, eh, Masaru Kisaki, irmão, um japonês muito bom, muito bom também. Aí eu eu comecei a trabalhar com ele, comecei de freguês. Depois ele me chamou para ficar com ele. Aí eu saí da da da Firestone, aí disse ó, fica trabalhando mais eu, morando lá em casa. Só que eu não tinha morada. Eu Não tinha, nessas alturas, não tem onde dormir e onde morar, não. Eu não tenho nada onde morar, não. Era um miserável mesmo. E o senhor mo, ficava onde, dormia onde? É, aí Aí eu fiquei morando na casa dele, que é a casona né? Aí ele disse, ó, você fica lá. Só que de manhã, para abrir a loja, aí você leva a a Raquel, que é a mulher dele. Aí eu levava de bicicleta. Hm. Aquela bicicleta bonita, com farol e bagageiro e tal, entende? Aí ela montava no bagageiro. Aí eu levava ela, aquela cidadinha é plana, assim, tudo plano. Aí eu levava ela para loja, abria a loja. Aí ela arrumava as coisas, ajudava a arrumar, enquanto as empregada, as balconistas chegavam, e eu ficava ali ajudando, batendo Daí a pouco ele chegava. Aí eh, aí eu começava. Era eu que comandava na loja, era eu que fazia tudo. Eu que dominava, eu que dava preço, que ordenava e tal. Então era tipo um gerente, mais do que um gerente, que eu mandava no patrão, no dono, você entendeu? Quando chegavam os freguês, aí ele jogava tudo, porque ele não ele eh, ele é um ele é um cara que não tinha coragem para dizer para as pessoas, não, ele tomava prejuízo por causa disso. Então já eu não, já eu era um um pessoa que ou é ou não é, ou quer, não, quer, quer, não quer, não quer, e tal, então era assim, o preço é esse, é esse e tal, aí ele jogava em cima de mim. Então, qualquer coisa, o freguês dizia, cadê o dono? Dizia, ó, o dono está aí, ó. Aí ele falava a ele, chegava ele. Ele, Marcelo, dizia, não, quanto foi que ele fez para você? Como é que ele fez para Aí ele fez assim, disse, ó, então, isso é com ele.
Então, quanto tempo o senhor ficou, aí, eh, trabalhando com ele?
Ah, eu fiquei cerca de uns uns seis meses.

Falei para ele de Massaro, eu vou embora para São Paulo, porque São Paulo lá fora tem uma fama, meninas, vocês não sabem como São Paulo tem, a fama que tem São Paulo lá fora. É é é isso com um grande. E a sua família, você nunca mais ficou sabendo de ninguém?
Não, não, não.
Aí eu vim embora para São Paulo, mas eles choraram e tal, aí eu vim embora para São Paulo. Aí eu cheguei aqui, eu saí de lá dez para as duas da tarde de sábado, dia, eh, oito de setembro. Eu saí de lá dia oito de setembro de setenta e três para as duas da tarde, sábado. E cheguei aqui dia onze, nove horas, em Santo André.

Peguei uma carona com um amigo que veio para cá e tal, viagem direto para lá e para cá. Que ninguém me havia destino. Loucura, loucura. Naquela época, porque tinha muito serviço. Eh... As pessoas vinham para São Paulo para trabalhar, né? Isso, então eu vim para trabalhar, porque tinha pessoas em São Paulo que iam para lá passear, mas eu não tinha contato. Aí, quando chegava São Paulo precisa de você, São Paulo tem trabalho, São Paulo é assim, tal, tal. E aí, eu digo, vou para São Paulo.

Mas como lá eu era crente naquela época, e aí já tinha entrado na igreja para aprender a leitura, para ensinar, porque os crentes lêem muito, né? e tal, então, aí eles me ensinava. E, aí eu vi. Quando cheguei aqui, eu fui para a igreja, assembleia. Aí, quando eu fiquei aí oito dias, cheguei quatro horas da tarde. Aí, cheguei em São André, nove horas. Fábrica de de Lafarge. E quando... Aí, quatro horas, nós viemos para a Vila Maria. Aí eu digo, eu vou para a Vila Maria. Vila Maria tem uma igreja e tal.
Você já sabia que tinha essa igreja na Vila
Maria? Sabia, porque tinha pessoas crentes que ia lá e falava. Aí, aí cheguei na igreja, perguntei e disse, ah, tá. Aí tem um lugarzinho. Aí me deram o lugar de guardar ferramenta para eu dormir. Aí eu dormia ali. Aí, com oito dias, o pastor viu, soube que eu estava ali, aí disse, não, aqui não pode ficar ninguém, não, aqui só pode ficar uma irmã, que é a zeladora daquela, só pode ficar aí, porque tem uma casinha para ela, aqui não pode ficar mais ninguém. Aí eu fui dormir na rua, aí eu fui dormir na rua, aí fui, aí eu peguei minha mala e fui dormir no todo, do lado de fora, lá na rua, numa, numa rua. Aí eu fui dormir na rua. Quando é de manhã, eu já estava trabalhando. Já com três dias, eu arrumei esse emprego. O senhor estava
Você foi trabalhar aonde?
Trabalhei na transportadora. Aí eu fui, aí eu cheguei, no outro dia, cheguei que nem hoje. Eu cheguei dia onze. Minha identidade Eu cheguei dia onze e dia doze eu tirei a identidade. Aí eu fui dia quatorze e já comecei trabalhar. De setembro. Aí dia quatorze eu já comecei a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar e o o pastor falou que eu não podia mais dormir ali. Aí eu saí e eu fui dormir no na rua. Aí no outro dia o menino arrumou uma pensão para mim. Só a cama, só cama. Aí arrumou a pensão. Eu comprei a vitrolinha desse tamanho, assim, que é ma é menor. Quando põe o ele pê, sabe aqueles ele pê grande? Quando põe a o ele pê em cima, o ele pê cobria a vitrola inteira. Aí aquela vitrolinha não falava nada. Aí a mulher, a dona da pensão, deu queixa de mim. Aí me levou na delegacia, porque eu estava atrapalhando o silêncio. Era uma caixinha de fósforo, menina. Aí eu também ia lá, aquilo foi uma desfeita muito grande, muito grande. Aí eu digo, vou sair, vou procurar uma pensão. Aí eu saí, fui procurar um outro lugar para dormir. Aí encontrei a pensão da dona Alice, aí uma senhora, já tinha uns trinta e cinco, quarenta anos, aí encontrei a pensão da dona Alice e fui morar lá. Mas é uma mulher muito boa. Muito boa. Aí fui trabalhar numa firma, de em outra firma. Saí daquela, pedi a conta dali, fui trabalhar em outra. Aí estava na na trabalhando na pens, eh, morando lá. Aí caí doente. Aí saí cinco horas da manhã. Aliás, menos, antes de cinco. Ninguém estava na rua, eu saí para o hospital. E lá me internaram. Estado grave. O que que o senhor teve? E ninguém sabia. Aí, vai vendo. Aí, minha filha, estado grave. Isso aí foi em em e cinco. Em setenta Aí ninguém sabia onde eu estava. E eu fiquei cinco dias internado, me puseram no isolamento. E aí aquela dona da pensão começou a rodar. E rodou durante cinco dias procurando eu. Por i eme ele, hospital, delegacia, e nada encontrava. Aí conseguiram encontrar eu, me levaram lá perto de São Caetano do Sul. Aí eu morava na Vila Maria, é longe, para danar. E ela conseguiu me encontrar. Naquela época não tinha internet, não tinha esses negócios, não era fácil, só tinha telefone e ônibus, carro. Aí me conseguiu me achar. Quando ela me achou, aí disseram, ela dava a data que eu sumi de dentro da pensão. E sumi do trabalho também. Aí ela disse, eh, falou para a recepcionista, ele é meu filho. Aí ela é uma loirona, né, aí eu preto... Aí disse, não, mas a senhora não é a mãe dele. Aí disse, sou a mãe dele, sim. Disse Porque ela achou a ficha, já mostrou, né? Aí disse, como mãe dele, a senhora é loira? Disse, não, mas ele é meu filho, ele é meu filho. E eu quero ver ele. Quer ver e não quer, e quer ver e não quer. Aí a dona Alice pois, armou o barraco dela lá e chamou o gerente do hospital. E o gerente desceu. Ela disse, não, eu quero ver o meu filho, porque ele está aí. E disse Disse que ele está aí, eu quero ver ele, que está com cinco dias que ele sumiu. Aí disse, não, tudo bem, mas a senhora entra, mas não pode ver ele. Aí disse, aliás, não pode entrar, só pode ver de longe. Disse, não, tudo bem. Aí ela entrou, subiu, o quinto andar. Chegou lá, olhou pelo vidro, eu só dormia. E o que que o senhor tinha? Minigite.

disse, eu só dormia. Aí ela disse, não, tudo bem, agora está bom. Aí ele foi evoltou, aí ele disse, ó quando ele sair, quando ele der alta, ele disse, não, ele está perigo, não tem perigo, não, ele agora está bom. Só dorme porque ele está sedativo. Aí tudo bem. Eu sei que para encurtar essa história, eu saí da pensão, ela me colocou num quarto sozinho lá, deixou quatro camas e deixou só eu, me zelou de mim demais. Aí eu saí Da pensão, quando eu saí da pensão, porque eu mudei de de de trabalho, de firma, a firma mudou, então eu tinha que mudar. Aí eu saí da pensão, fui morar em São Miguel Paulista. Em São Miguel Paulista, aí arrumei a ex, a minha ex, aí fui morar com ela.
E como o senhor conheceu a sua no a sua mulher?
A Maria? É o seguinte, a casa... que eu morava, eu fui alugar, saí de da Vila Maria, aí fui para São Miguel Paulista, é quarenta e poucos quilômetros, tá? Daqui de São Paulo. Então, fui morar em São Miguel Paulista. Só que o dono da casa lá era um ce era um cearense. E ele foi casado, casou, o marido, o pai dessa minha ex com esse dono da casa, casaram no mesmo dia, no Ceará. Eu vejo as com coincidências, né? Então, aí, quando eu estou lá, a Maria, chama Maria também, a minha ex, a mãe dos meus meninos, muito minha amiga, a melhor amiga que eu tenho, na vida, né? A minha ex. Aí, a mãe da dos meus meninos, a Maria, foi lá passear na casa desse dono da casa. Aí eu vi aquela baixinha, e eu sento, aí eu vi aquela baixinha lá, eu digo, ah, eu vou ganhar essa baixinha aí, eu tenho que ganhar essa baixinha. Está com sono, né. <laughs> Aí Aí eu digo, vou ganhar essa baixinha. Aí comecei a conversar com ela e tal, e eu também trabalhava e
O senhor trabalhava onde nessa época?
Eu trabalhava numa firma na vinte Tem um prédio, oito nove sete da vinte e cinco de março, de frente com a rua Comendador Quelaqui Afonso Queilaquian, que é a rua da Pagé. De frente, a rua Comendador Afonso Queilaquian, tem um Queilaquian, tem um prédio certo. Eu trabalhei naquele prédio três ano e pouco. Era confecções também. O que que o senhor fazia? Eu era... Eu trabalhava... Eu era... auxiliar de expedição e consertava elevador. Eu fazia muita coisa, muita coisa. Comprava para ir para para a loja ali, né? E entregava mercadoria e ajudava a embalar, também consertava, fazia tudo na na na naquele prédio, né? Toda vida eu fui muito corajoso, fazia de tudo, de trabalho. Aí eu sei que eu, ó, eu fui vendedor, quando eu saí dali, aí eu fui vendedor de automóvel. Fui vendedor de de de agulha, fui vendedor de car ven comprador, eh, vendedor de automóvel, vendedor de agulha, trabalhei vendedor de carnê do Silvio Santos. E olha, eu eu fiz cada coisa, você não faz nem ideia do que eu já trabalhei. E aí o senhor conheceu a a A Maria? Ah, é, você quer saber da Maria, eh, vou

A Maria é o seguinte, aí a Maria foi lá em São Miguel. Aí eu conheci a Maria e ela morava em Osasco com um irmão solteiro. Aí elas, tudo solteiro, aí eu fui morar, ela foi lá em São Miguel passear. Aí eu disse, ah, eu vou ganhar essa menina. Então eu... A, aí nessas alturas, eu já tinha uma vida legal, porque eu trabalhava, era empregado, eu tinha meu aparelho de som, microfone, como o o o menino, operador está aí com o microfone no ouvido, eu tinha o microfone e tal, e e fo, eh, tinha o fone de ouvido, tinha o microfone. Então, eu eu eu fazia entrevista com a turma dentro de casa, aquela brincadeira, né? Então, e a Maria foi lá e olhou... Como eu era solteiro, e ela, conforme a educação deles, também é educação rigorosa, não entra na casa de um solteiro assim, uma mulher, não entra sozinha. Aí ela ficou com vergonha de entrar, mas o meu quarto era um quarto popular, que todo mundo entrava, todo mundo conversava, todo mundo brincava. Aí começamos a conversar e ela se gostou de mim, eu gostei dela. Aí começamos a namorar assim, sem... Mas eu não queria, porque eu nunca quis na minha vida, meninas, ó as meninas. Eu nunca me interessei em casar.

Casar num nunca foi a minha vida. Casar, não. Aí... Aí ela... Nós começamos a namorar, né? Mas eu namorando com a Maria sem interesse de casar. E aí, minha filha, acontece que nós tivemos intimidade, né? E aí saiu grávida do menino que hoje é o pastor. Nossa, meu filho tem vinte e quatro, vinte quatro anos. Quantos filhos vocês tiveram? Nós temos cinco. Temos o Anderson, o Wilson. O Anderson é pastor, está aqui em Capão Redondo, mora em Capão Redondo. Casou agora, tem um ano que ele casou. Os outros não querem casar porque querem fazer o futuro deles também. Tem o Wilson, eh, mora nos Estados Unidos, em Dallas, nos Estados Unidos. Tem o Elisso, o Willam, que está trabalhando em Santo André, é carpinteiro, é macineiro, sabe trabalhar com móveis, sabe fazer móveis, guarda-roupa, essas coisa. O Willam. Tem o Welissom, que mora em Nova Zelândia agora, para lá do Japão. Agora ele está dormindo, essa hora ele está dormindo. Lá é noite agora. Bom, então. Ó Lá é duas e meia da madrugada, lá, em Nova Zelândia. Então, eh, tem o Ellison e tem o Elineide, que é a menina. Tem quatro homens e uma mulher. Uma mulher? É. Ah... O Elineide, e que mora que ela traba mora com nós também, mas ela trabalha na aqui na Barra Funda, de telefone, de telemarketing Então, eu tenho cinco. Aí veio um, veio dois menino. Eu digo, olha, Maria. Quando Veio o Anderson. Aí eu Aí eu digo, Maria, é o seguinte. Quando esse menino tiver um ano... Ou você toma conta, eu assumo, ajudo, ou eu tomo conta e você puder me ajudar, me ajuda, porque eu não quero casar com ninguém. Eu Eu quero vida independente. Eu sofri muito, eu sou muito sofrido e eu não quero ficar amarrado e ninguém dominar, que a mulher fique dominada sobre mim e tal. Eu quero liberdade, dar liberdade também, mas não deu. Pobre, já viu? A gente quer dar uma de sério, né? Aí eu não arrumei outra com ela, com ela mesmo, respeitei. Aí veio o Anderson, aí veio o Wilson, veio o Welissom, o William, aí veio o Welissom, veio o Elineide, aí eu digo, aí não, chega. Cinco, chega.
Quanto tempo o senhor viveu com a
Dezesseis anos nós vivemos junto. Tivemos cinco filho.

Agora, graças a Deus, estamos muito bem. Mas aí, dê aí quando em em novembro, quando foi dia vinte e nove de dezembro de setenta e sete, a de noventa e sete, aí a Maria cismou de ir embora, de sair. Vamo ficar sozinho, quero ficar sozinha. Eu digo, ah, muito bem, aí vamos se deixar. Na louca, assim. Ela disse, eu vou embora, amanhã eu não durmo mais aqui. E Maria, aí arrumei um terreno, com a com e tal um terreninho, né, agora nós já temos onde morar, Aí ela disse, não vou mais ficar aqui. Eu disse, ah, Maria, tudo bem, fazer o quê? Aí peguei os meninos, disse, peguei ajuntei os cinco. Maria, é o seguinte, a Maria disse que não vai mais morar comigo. Aí eles me digo, pai, eu digo, eh, estou falando, eu chamei o Anderson, digo, Anderson, com quem você quer ficar, com a mãe ou comigo? Quero ficar com com você, pai. Aí eu digo, então passa para cá. Você é o Wilson, comecei do mais velho para o menor. Você é o Wilson, quer ficar com quem? Aí o Wilson disse, ah, eu quero ficar com a minha mãe. Eu digo, então passa para lá. Aí, William, você quer ficar com quem? Ah, quero ficar com a minha mãe. Eu digo, fica lá. Aí você, Wellington, quer ficar com quem? Quero ficar com você, meu pai. Pai, eu digo, então passa para cá. Você, Wellington, sobrou um. Aí eu digo, agora que está. Com quem isso daí vai ficar? Se ela ficar Era a menina? É, se ela ficar com mais do que eu, eu tenho que ajudar ela. Eu prefiro ficar com mais para eu não ajudar nada dela. <laughs>

Você ri, né, Beatriz? Você ri? <laughs> Aí, eu disse Aí eu pensei e disse, ai meu Deus, o que que vai acontecer comigo agora? Aí eu digo, Elineide, você quer ficar com quem? Aí ela disse, ah, eu quero ficar com você, pai. Eu digo, então passa para cá. Eu disse, olha Maria, é o seguinte, dois, você toma conta, compre roupa, faça comida, lave, trate, eduque, que os meus três eu vou educar, vamos passear, vamos andar, você também, faça o que você quiser, os meus três. Só que tem uma coisa, Maria, a educação dos meus três, eu tenho certeza que vai ser diferente do seu. Eu tenho certeza. Aí ela disse, está bom. Aí quando Foi com dois meses que ela saiu, queria voltar. Aí mandou recado, Ah, fala para o meu amor, não sei o quê. Falei não, fala para ela que não. Fala para ela que mais não. Eu estou muito bem assim, solteirão, folgado, entende? Estou muito bem assim. Aí eu lavava a roupa dos meus filhos, passava, fazia
Então. Você trabalhava na época? O que o senhor fazia do seu trabalho? Eu sou técnico
Eu sou técnico em. Agora eu parei, né? Agora eu encerrei o trabalho eu faço dagora eu trabalho. Agora agora eu não tenho lucro. Mas eu vivo. Agora eu parei toda a minha profissão. De vez em quando eu faço serviço fora, porque eu sou pintor profissional também. Então, de vez em quando tem um engenheiro que me chama, eu passo um mês, quinze dias fora, trabalhando, pintando casa. Uhum. Então Mas agora eu parei. Mas eu trabalhava, antes eu era técnico, eu trabalhava, exercia o cargo de eletrônica.
Você foi estudar eletrônica?
Sim, aí eu estudei eletrônica, eu, tem muita coisa, mas muita que eu pulei assim, passei, que, aí, até que você está lembrando, aí eu estou voltando, porque é muita coisa para fazer de Você foi estudar eletrônica? É, eu trabalhando na fa na na na Confecções, na firma, na Coelho, que ela fechou, Então, eu trabalhando na Coelho, aí eu comecei e fiz o curso de eletrônica. E matriculei e estudei eletrônica. Então, eu tive três anos e seis meses de eletrônica, estudando curso, né? Então, eu tenho o diploma guardado. Aí, eu estudei eletrônica e comecei. Aí e abri uma oficina, aí abri uma firma, aí o ladrão me roubou, eu fui catar papelão para comprar ferramenta, aí tornei montar outra firma, Aí eu montei com mais três técnico. Aí, quando nós nós já estáva começando a prosperar, aí os ladrões foram lá e levou toda a nossa aparelhagem. Aí meus amigos ficou... não quis mais montar a firma, aí ficou trabalhando em firma, porque a responsabilidade não é dele. Aí E eu não quis, aí eu fui, eu montei uma firma em casa, porque em casa eu estou em casa permanente, né, tal, e lá na minha vila todo malandro me respeita. Então, aí eu montei a firma em casa, aí comecei a trabalhar, mas em casa não é não é muito legal, né, trabalhar. onde você mora e tal.
Levar um... E o que que o senhor fazia? A sua empresa consertava? Que tipo de aparelho?
Tudo, tudo. Naquela época só tinha de tele, de rádio, televisão, enceradeira, ferro de passar, ferro de tal, e vídeo, fita cassete. Fita cassete. Não tinha dê vê dê naquela época, nem cê dê. Então, todos os aparelhos, rádio, televisão e tal, você entendeu? Todos os aparelho doméstico. Eu trabalhava. Eletrodoméstico? E Isso, tudo. Eletrônica com completo. Então eu trabalhava com isso tudo. Aí me roubaram. Aí eu fui trabalhar na assistência da Filco. Eu fui trabalhar numa grande empresa sofisticada. Aí quando a minha menina nasceu... Aí eu tive que pedir a conta para tomar conta dela, da mulher, da ex. Aí foi onde eu saí da da firma. Aí eu saí da firma e fiquei tomando conta da minha ex. Aí quando ela melhorou, eu continuei na minha oficina, na minha firma em casa. Mas não era aberta. Eu tinha que abrir. Aí, como gastava muito para abrir, aí eu pagava Eu tira eu tinha um documento da prefeitura com licença para trabalhar, mas não era com uma firma estabelecida, entendeu? Que você paga todos os impostos, tal, tal, tal, entende? Então, aí não deu para me fazer isso, mas eu traba eu pagava para prefeitura. Então, aí eu... Eu, a eletrônica começou a cair, né, aí começou a sair cê dê, cê dê e tal e tal, aí começou a complicar o negócio que você precisa, eh, evoluir, ex expandir o negócio. É Aí não deu para mim expandir. Aí eu comecei mudar de profissão. Mudar de profissão. Aí você foi fazer o quê? É Aí eu fui trabalhar, de, eu fui fiz o curso de pin para pintura. fui pintar, pintou, de de aí fui es fui aprender de pedreiro, aí fui trabalhar de pedreiro, aí eletricista, aí fiz eletricidade, aí não parava, não ficava parado, né? Dava E sustentei meus filhos todos, graças a Deus, eduquei, eu comprava material de escola para os cinco, só no atacado, para os cinco, né, porque comprar de um em um é um prejuízo de louco, aí gasta mais. Aí eu ia lá na na na loja Fernando lá, comprava no atacado, material, e graças a Deus consegui formar todos eles.
E o senhor morava, a casa era sua, era
É minha, a casa é minha, agora é minha.
Quer dizer, ah, ah... Como é que foi que o senhor adquiriu ela? Ó
Essa casa é o seguinte, eu trabalhava na na na numa firma por nome de Prozasco, fechou essa firma. Aí eu trabalhava na Prozasco.
O senhor fazia o que lá na Prozasco? Eu
Era eu trabalhava de recepcionista de... era uma firma de lixo. Mas eu trabalhava lá na... fiscalizando ali e tal e tal. Fiscalizava. E quando quando precisava Quando precisava, eu também saía na rua hm para ajudar o ajudante. Eu fazia tudo, né? Aí, tinha um amigo que ele morava num num num terreno vazio. E eu não tinha onde morar. Aí, morava num terreno vazio. E eu, quem morava, quem não morava, eu era daquele tipo de gente quê quem, até, Até em oitenta e três. Para mim, quem não morava em uma casa assim, para mim era sujo. A menina podia ser mulher, podia ser homem, seja quem fosse. Morou num lugar que não é uma casa estabelecida assim, nossa, eu nem um bom dia não dava, porque para mim era maloqueiro. Não Eu detesto essa Então, hoje eu sei viver com eles, mas de primeiro nem com eles falava. Porque eu achava que era uma, o resto da sociedade, não prestava para nada, não mora num lugar, então não prestava, era gente ruim. E não é assim. Aí E ele trabalhando junto comigo, entrou nessa firma, aí eu falando a situação para ele, digo, eu não tenho onde morar, moro de aluguel e tal. Aí ele disse, ó, por que você não mora lá, junto, perto de mim? Lá eu moro num terreno vazio, que é um terreno lá que os donos deixaram, e eu invadi o terreno e fiz uma casinha lá e estou lá. Aí, você está louco, rapaz? Você está doido? Você mora... Não, eu moro de... Mas você é trabalhador? Eu pensava, você vê, a gente nunca sabe das coisas e tudo, né. Aí, ele disse, não, eu moro lá. Aí, disse, por que você não vai para lá? Aí, eu disse, eh, sei lá, vamos lá, vai lá visitar. Quando nós sairmos do serviço, você vai lá me ver. Aí, eu, está bom. Aí, eu fui. Você vai lá ver onde eu moro. Aí tá, aí quando terminou o serviço, nós saímos, fomos lá. Cheguei lá, nossa, casa bonitinha, arrumadinha e tal. Eu digo, é mesmo, mas Aí eu comecei a pensar, eu digo, poxa, eu moro em aluguel, pagando aluguel. Eu podia morar no que é meu, né, no lugarzinho. E se se eles me tirarem daqui, me chamar... Eu tinha medo de polícia, porque eu já tinha tomado uma tapona. Você lembra que eu falei para você? na época. Aí eu digo, e se eles me chamarem de polícia para mim? Aí, não, não, não esquenta não e tal, e disse Aí, eu sei que eu fiz de madeira. De noite. Mas ele... Aí fizemos de madeira. Aí, quando foi de manhã, eu passei para lá. Aí, passei para lá. Depois, aí... Aí a prefeitura chega e tal, fomo legalizar. Aí a prefeitura comprou o te comprou terreno e a prefeitura fez o negócio, arrumou e tal, deu licença a gente. Aí a gente pegamos e construímo. Agora a minha casa é construção para cinco andares. Hm. Você Você você entendeu? É E agora é tudo legaliza, tudo bonitinho, tudo arruma, documento certo, promissora ou escritura e tal. Então, Eu, aí eu fui morar lá. Graças a Deus, agora o nosso terreno faz nossa ca faz frente com a rua, com a Marcos Antônio Lopes da Silva e com a rua Cazuza. Faz eh, frente dos dois lados. Entendeu? Então E aí eu fui morar lá. E, pela graça de Deus, aí eu estou aí.
Lá em
É, em Osasco. Aí, quando eu estava lá, eu fui para... Aí eu estava em casa, um dia eu estava em casa, e mas muito pensativo assim, porque a mulher queria voltar, a ex-mulher queria voltar, e eu não queria mais. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E se ela quiser que eu volte na raça? Eu não sabia das leis e tal. Aí eu digo, não. Eu, aí eu falei para a Edmaria, eu não quero voltar nunca mais. Aí ela mandava e tal, eu digo, não, voltar nunca mais. Aí um dia, aí eu tive um sonho, aí eu tive um sonho, né? Umas pessoas passavam na minha frente e tal, e aí, aquela, e eu perguntava da onde era. Aí porque eu estava, aí eu digo, vai vendo. Aí a minha intenção, nunca pensei essas coisas, nunca tive coração mau, mas o que me vinha na cabeça dizia, essa mulher está no teu pé, quer casar com você, quer vol voltar para você de novo, você está bem, mate ela e os irmão. Aí, menina, eu comecei a me apre me apegar, aí eu comecei a entrar de novo na minha no meu desespero, naquele sofrimento que eu já tinha vivido. Aí eu comecei a viver aquilo agora, depois que a mulher foi embora. Aí eu disse, mate para ela não ficar, para ela não te perturbar, porque ela queria voltar. Aí e eu pensava... matar a mulher, meu Deus, viu. Aí eu comecei a pedir a Deus para me livrar, como que eu vou me sair daqui? Eu não não consegui. O que vinha, aí eu não comia, porque a mulher queria voltar, e eu não queria mais mulher, não queria mais nada. Aí começou, quando é, aí eu fui dormir, né? Quando eu estou dormindo, dormindo não, aí eu comecei a estudar, e quando eu estou lendo assim, aí cochilei. Naquilo que eu cochilei, aí veio uma pessoa na minha frente. Aí falou para mim o que eu tinha que fazer. Aí me ensinou. Disse, não, você não vai matar ninguém. Aí começou a falar para mim que que não era para eu matar ninguém e que era para eu tratar ela bem e e os parentes também. E aí começou a me ensinar. Aí começou a me ensinar. Aí eu perguntava, ele disse, olha, você tem que ir para uma igreja. Veja bem, aí uma igreja, mas eu já tinha ido numa igreja, já tinha saído, os caras, os crentes, aí disse, é, você tem que ir para uma igreja. Aí ele, como ir para uma igreja? Disse, é, você tem que que, para você deixar essas coisas, tá? Deixar isso aí, você não vai matar ninguém e tal. Aí começou a me ensinar, aí me falar, e aí me disse para onde, o que era que eu tinha que fazer. Aí ele disse que eu tinha que ir para a igreja e que eu tinha, que eu, o meu trabalho, eu ia mudar de função, que eu ia trabalhar, fazer serviço para ajudar as pessoas, que eu tinha que trabalhar ajudando as pessoas, dando saúde, dando a vida para as pessoas e que eu ia... que estaria comigo, junto de mim. Aí eu digo, Aí eu fiquei mais... Quando eu acordei, eu gravei aquilo, aí eu digo, mas, meu Deus... Eu estou ficando louco. Eu estou pen eu pensei em matar a mulher, mas me na na assim, veio uma pessoa e me disse para eu não fazer isso, não fazer mal a ninguém. Eu nunca pensei em fazer mal a ninguém, porque essas coisas acontecem comigo. Tudo isso acontece comigo, eu vou endoidar. Aí, e eu comecei, né? Aí, com três dias, de novo, tornei ver de novo. Aquela pessoa passou na minha frente. Aí, disse, olha, eu estou contigo, eu vou te avisar. Você vai fazer trabalho, você vai dar saúde às pessoas, você vai... Como dar saúde? Aí, eu fui Nessas alturas desse período, desse tempo todo que eu que eu contei, então, eu fui de me dedicando... a estudar na raça, sem ninguém me ensinar. Aí eu comprei dicionário, comprei o Aurélio, aí comprei uma Bíblia para mim, e aí eu ia estudando. E quem me ensinou a leitura foi a Bíblia. E aí, para poder eu estudar a eletrônica, porque eu não contei para você, né? Porque você perguntou, como eu estudou eletrônica? Não se estuda eletrônica, não se estuda na principalmente a eletrônica se não sabe a leitura. Não é verdade? Então, eu para aprender a leitura, eu aprendi com a Bíblia e com o dicionário. Aí eu fui aprendendo por conta própria, você entendeu? Eu quase não dormia e tal, eu sentava e começava a soletrar e tal. E aí foi eu e o dicionário me ensinando palavras difíceis e tal, tal. Hoje eu não sei falar, realmente eu não sei falar. Mas eu dá para entrar e sair em algum lugar, entendeu? E aí foi a onde eu estudei. Aí e eu fui, aí eu saí. Nessas alturas que me diziam isso à noite, aí disse que eu que era o que eu tinha que fazer. Aí eu procurei, tinha um amigo meu que tinha me dado um livro natural, livro natural, de saúde natural, que, sem farmácia. Aí ele tinha me dado um livro, eu tinha posto aquele livro no canto. Eu não estudava, eu não sabia muito, eu não lia muito, né? Então eu tinha preguiça de ler. Aí ele me deu aquele livro eu pus no canto. Aí quando é um dia, ele chegou, ele chegou e falou para, eu falei para ele, disse, olha, é o seguinte, está, eu estou passando muito perturbado, eu estou muito perturbado, eu não sei o que é que eu tenho que fazer, porque é o seguinte, aí eu contei, me abri. Eu contei que vinha na minha mente o que que eu tinha que fazer e tal. E aí eu contei dos sonhos. Não era um sonho, não era um sonho. Porque eu não estava dormindo, eu estava assim, cochilando, assim. E... Não estava totalmente dormindo, né? Aí eu contei aquilo. Aí ele disse, olha, ele me chamava de baiano. Aí ele disse, baiano é o seguinte, Deus está do teu lado, você E você tem que praticar o que você vai, o que estão te dizendo. Porque é o seguinte, não é nada mal o que está te falando. Se você acredita que Deus fala com as pessoas ainda, Deus fala com os católico, Deus fala com o crente, fala com quem dá lugar a ele.
Aí... Aí o que o senhor foi procurar fazer?
Aí eu eu perguntei o que que tinha que fazer, o que que eu tinha que fazer. Ele disse, ó, você vai para uma igreja, tal, tal, você vai fazer isso, isso, isso, isso, isso. Aí me ensinou, disse, ó você vai vai para um lugar, eu eu, o meu povo, é o seguinte, o meu povo, eh, guarda o sábado.

Sabe isso é uma coisa louca. Você está ficando doido. Isso aí, aí, aí falou, disse Aí começou a me ensinar. Disse, ó, você vai dar palestra.
Mas aí que igreja ele estava? O que que o senhor foi procurar?
Qual é o nome? Não, eu não estava, eu não estava em lugar nenhum. Eu não estava em lugar Até aí, eu ainda bebia. Eu bebia também. Não bebia por vício, mas tomava cerveja às vezes, sabe? Assim Socialmente? Isso, sabe, assim, juntava mais amigos, assim bebia. Mas você não tinha uma religião, então? Ãh? Você não tinha uma religião? Não. Não, eu não tinha religião. Eu não tinha religião nenhuma. Você quer saber?

Ficava em casa e tomava cerveja assim. Porque eu tinha meus meninos, então não podia ultrapassar também minha né? Porque senão fica feio para eles. Aí você encontrou seu amigo e seu amigo deu essas... É. Aí ele me falou, disse, Mariano, Deus está falando com você, rapaz. Deus está te tirando do mal. Tirando da cadeia, você você tem que... Aí ele, mas aonde é que guarda sábado? E o que é que eu tenho que fa... Como é que eu Como é que eu vou fazer para para curar as pessoa? Curar as pessoas, eu não sei, isso é uma loucura na minha vida. Aí está parecendo uma doidice na minha vida. Aí ele disse, não, Baiano, a gente tem toda as condições, todo o recurso para as pessoas serem curadas sem precisar de remédio. Aí depende de você. Aí eu procurei saber. Aí eu fui procurar saber, ele disse, ó, você vai em tal lugar, assim, assim e tal, vai para a Igreja Adventista, é técnica, é a melhor a melhor escola no mundo, no Brasil, é a nossa. Bom, em tudo que você quiser. Eu digo, mas eu não tenho dinheiro para estudar, poxa, como é que eu vou estudar, meu amigo? Aí ele disse, não, você, lá tem livro, as pessoa, nós temos palestra de doutores, vem doutores da Argentina, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de todos os lugares, vem doutores, na nossa con congresso, ele vem e passa dois, três dias com a gente, ensinando e dando palestras, incentivando e tal, ensinando para você estudar. Aí eu disse, ah, então tudo bem. Aí eu fui. Então eu fui para lá, para a Igreja Adventista. Menina, você acredite, quando eu cheguei lá, todo palestra de saúde natural. Aí eu digo, ah, vou me interessar. Aí comecei me estudar saúde natural. Ô menina, eu vou falar para vocês, o negócio é sério. É sério. Hoje eu dou palestra de saúde natural, gratuita Lá é na por minha conta. mas eu dou palestra por minha conta, ninguém me manda, tá? Então, eu do se a pessoa está doente, eu dou a Essa mulher que está aí, ela vai falar disso aí. Hm. Tá? né. De hoje a oito, ela vai falar a respeito. Ela estava desenganada de cinco médico, de cinco hospital. As Clínica, Sancil, Cruzeiro do Sul, que é um hospital em São pa, lá em Osasco, e a Usp, o hospital da Usp. e um um e um doutor muito potente que tem lá em Osasco, chama-se Gaspar. Então, todos desenganou ela. Em oito dias, ela estava sã, na palestra que eu dei. Sem Não tem mandinga, não é nada, só alimentação, a saúde. E o que foi falado para mim em sonho, tá? Em sonho, que eu ia tratar das pessoas com a natureza, tá? E que estaria do meu lado, e que alguém, que um dia... Alguém ia me convidar e que alguém ia me dar oportunidade para falar e que foi tudo falado isso. Hoje está cumprindo. Então, hoje o senhor está cumpriu a sua missão. Hoje eu cumpri minha missão, você entendeu? Então, aí, e hoje eu dou palestras, menina, por saúde e pela natureza. Então, sem você como como emagrecer sem cair doente, sem passar fome, sem ficar anêmica, você entendeu? Como engordar mais um pouco, pegar um pouco de corpo, como tirar a doença sem precisar química, só com alimentação. Porque é isso que eu dou, a minha palestra é essa. Você entendeu?
Dessa sua vida toda, assim, da dessa toda sua trajetória de vida, qual é a a lição que o senhor tira disso tudo, que o senhor acha que o senhor aprendeu na sua vida? O senhor tem
Maria, eh, Maria eu posso, né... Adilson, já falei. Maria, Patrícia, teu nome é? Adilson. Maria, Patrícia e Adilson. A lição que eu tiro disso tudo, que é o seguinte. Hoje, meus filhos... Uma uma da lição. Meus filho eu soube educar. Graças a Deus, todos são bem educado, os meus filho.

é comportou, trabalha também com a saúde e pela natureza. Meus filhos, porque eu eu dediquei, ensinei, ajudei, ensinei. Bom, o Anderson, o mais velho, tem vinte e cinco ano. O Wilson está em Estados Unidos, em Dallas, nos Estados Unidos. Também com a mesma trabalhando lá, fazendo a mesma função. Saúde pela natureza lá. Porque lá no Estados Unidos eh lá... Pela Igreja Adventista? Por ele, eh eh, ele trabalha, é o seguinte. É pela igreja e não é pela igreja. Porque é o seguinte, ele é encaminhado porque o nome o nome faz ir. Você entendeu? O nome faz ir. Só que ele está lá trabalhando por conta. Você entendeu? Saúde pela natureza. O Ellison está em em Nova Zelândia também. Então, a lição que eu tirei disso, que é o seguinte, todo o sofrimento <coughs> que eu passei sem pai e sem mãe, eu nunca fumei droga, tá? Nunca usei droga nenhuma, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, eu nunca peguei uma mulher a pulso, não, namorava por amor. por adversões, namorava com as menina por adversões, né, por amor. Não quer, não tem problema. né? Então, o carinho. Toda a vida não aprendi a ser ruim, que eu poderia ter aprendido. Eu tive tudo para aprender a ter ruindade, ser ruim, ser miserável, ser cruel, não é? Então, a lição que eu tirei disso tudo, não, nunca fui miserável. Sou uma pessoa que, quanto mais as pessoas precisam de mim, quando você está na pior, é que eu encosto para ajudar você, você entendeu? Então, eu... graças a Deus, tenho um bom testemunho, graças a Deus, sou aquilo que eu estou dizendo para você, para vocês, bom, então, a lição que eu tirei, tudo isso, que nós, e Deus tem estado do meu lado dia e noite, Deus tem me livrado, olha, um dia, no dia vinte e cinco de março, de janeiro, eu ia ser roubado, eu ia sair cinco horas da manhã, ia ser roubado, Bom, iam me roubar tudo, documento, dinheiro que eu tinha, E eu saí, acordei, quatro e meia para sair, cinco e meia. Aí uma coisa dizia para mim, Antônio, você não vai sair cinco hora, cinco e meia, você vai sair seis horas. Ah Aí eu ia comecei a correr para fazer as coisas, para sair naquele horário. Aí, não, você não vai sair. Vinha em mim, você não vai sair nessa hora. Aí eu, tudo bem. Aí eu digo, é o seguinte, eu vou obedecer o intuito que está saindo, está, não é não é para eu sair nessa hora. Aí eu saí seis hora. Quando eu cheguei no ponto, tinha quatro pessoa chorando. Quatro chorando. Aí, esses quatro estavam chorando que o cara tinha parado o carro e tinha levado tudo dele. Mas eu estava naquela hora ali e Deus me defendeu. Então, são coisas que eu tiro.

Porque é o seguinte, a gente, quanto mais você é bom, mais você ganha. Claro, eu posso te odiar, a Patrícia pode te odiar, Mas você vai achar o o Adilson, vai achar o Adilson que vai falar lá na frente para vinte. Quem te odiou foi Mas Adilson vai falar para vinte que você é um exemplo de mulher. Então, quem sai perdendo é eu e a Patrícia. Você entendeu? Então, a gente ganha por ser bom. A gente ganha por ser A gente ganha por ser bacana. Eu, amigos, pessoas já perderam dinheiro na minha frente. Eu achei, saí correndo e entreguei. Você entendeu? Depois, as pessoas me ajudaram. Saiu a esperar. Você entendeu? Então, são exemplos que a gente ganha disso tudo é em ser honesto. Eu tive tudo para ser bandido. Ensinei os meus filho ser respeitoso. Onde meus filho vai, eh, ãh, meus filhos, se você encontrar eles, é impossível você não gostar deles. É E se você quer saber, olha aqui, o Wilson, e o Welison, e o William, e o Elineide. Está num cuidado, num cuidado, porque a mulherada, a turma, tudo quer quer os cara. Entendeu? Eles estão com cuidado, porque não se amarrar logo.

Porque, graças a Deus, todo mundo gosta deles. Então, é esse. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de ter me dado a oportunidade de hoje eu falar isso para vocês. Hoje eu dou palestra de saúde pela natureza. Então, eu ensino como você comer saudável.

Pouquinho assim, pouquinho e um monte de vitamina. Você entendeu? Gratuitamente, não cobro nada de ninguém. Não cobro nada de ninguém, tá? Então, não é, é grátis, é grátis.
Então, hoje eu estou... E o que que o senhor achou de ter dado esse depoimento aqui para a gente?
Olha, eu... A palavra é tão difícil para mim que eu não tenho aquelas instruções que o, os estudos que você tem, que vocês têm. Eu não tenho os estudo que vocês têm. Mas o que eu tenho para dizer para vocês que é o seguinte. Eu agradeço eternamente, inclusive, o Geraldo, o menino da... da Real Dourado, eu agradeço eles, porque é através deles que eu entrei em contato com a a a Ana. É Ana, né? É. Entrei em contato com a Ana. A Ana me confirmou que realmente o Museu da Pessoa é um um um clube de sinceridade, de honestidade, de pessoas responsáveis. Então, eu... E encontrei vocês que, sinceramente, vocês... Eu vou ficar com muita saudade. Eu não sei, eu vou garantir, não vou garantir, porque a minha palavra, quando eu dou, está dada. Mas eu não vou garantir e vir ver vocês. Mas eu acredito que tal... Quem sabe, se eu não vou vir ver vocês, que eu gostei muito, tá? Ah...

A Patrícia, o Anse eh o o a Adilson, né, o Adilson e a Maria. Maria foi quem me entrevistou. Eu te agradeço muito e agradeço muito, que não tem comparação, eu agradecer a dona do... Do museu. Do museu. É. Ela está de Ele, é uma pena que eu não conheci ela. conheço, mas... Vai ter oportunidade. Então... Eu agradeço muito.
Nós do museu agradecemos a sua entrevista. Muito obrigado. Muito